Eu ia começar um pouco perguntando a coisa mais simples. O seu nome completo, local e a data do seu nascimento.

E a senhora nasceu aonde?

E quando foi? Mil

e quarenta. Então a senhora nasceu no meio da guerra?
Sim, no meio, no início, né? Trinta e nove começou.
A senhora lembra de alguma coisa da guerra?
Eu me lembro. Me lembro de muita coisa. Nossa cidade, Würzburg, foi com
Ela fica perto de que cidade grande lá na
Frankfurt. Uhum. Perto são eu acho que noventa quilômetros, assim.
O seu pai estava na guerra?
Meu pai devia entrar na, na guerra quando eu tinha cinco, cinco dias de idade
E ele entrou?

Foi obrigado. E ele chegou da guerra. Ele sempre chegou de, eles tinham tempo livre, né? E E ele chegava em diversos tempos. Ficou meio ano assim, né? E E em Ficou, foi para a Rússia. Ah, o seu pai foi para a Rússia. Sim. E ele voltou da Rússia cinquenta e
seis. Como ele ficou? Por que ele ficou dez anos na Rússia?
Eles ficaram presos. Como prisioneiros.
E aí a senhora, a senhora era a única filha?

Tinha quantos irmãos? Eu, nós Três irmãos.
E como que vocês sobreviveram com a sua mãe e o seu pai? Vocês tinham notícias se ele estava vivo?
Sim. Teve um tempo, eu acho que só quarenta e cinco, quarenta e seis recebemos as primeiras notícias, né E ele até escreveu que vai chegar, né Eles sempre prometeram. vão ser liberados, vão ser mandados para casa. E ele disse, em vez de ir para a Alemanha, fora mais mais para dentro da Rússia.
Para a Sibéria ele chegou a
Para a Sibéria estava.
Como prisioneiro?
Como prisioneiro. Deviam trabalhar, construir grandes estradas, tudo. Eles ficaram em geral com, com profissionais.
Ele tinha uma profissão antes de ir para a guerra, seu pai?
Meu pai era, eh, ferreiro de cobre. Quer dizer, sabiam. Trabalhar com ferro, né? Com ferro, com coisa, né?
E a sua mãe?
O que que ela. Minha mãe, a gente tinha videiras, plantação de vinho, né? E minha mãe devia organizar tudo, né?
Ela sobreviveu âh, do que nesse período então que
Da plantação de, de uva. Ah, é? É. Eh, a
A família fazia vinho, como era?
A gente pertencia a uma cooperativa. E, e, e lá pela cooperativa foi tudo organizado.
Uvas brancas ou uvas. Uvas brancas.
Brancas. Brancas. Brancas. É Toda a nossa região é de uva.
E, e, e, e a senhora lembra, então, da sua infância? O que que a senhora lembra na sua infância? Como é que, se a senhora chegou a trabalhar, a ajudar a fazer uva?
A gente ajudava. Estes trabalhos leves nas videiras. A gente devia fazer. Devia não, a gente até gostava. <laughs>
O que que a senhora fazia? Amassava uva, por exemplo?

Amassar uva, por exemplo?
Não, a gente ajudava nas videiras. Ajudava, tipo, por exemplo, quando os ramos foram cortados, a gente carregava, a gente ajudava. A gente ajudava a capinar.
Vocês tinham funcionários também na casa?

A gente só uma, duas pessoas que minha mãe contratava para ajudar. Os parentes ajudavam, se juntavam e ajudavam.
E a senhora lembra, então, a sua infância foi na, na guerra e na pós-guerra?

Muita necessidade em casa? Como era? A

A gente não sentia muita necessidade, não, porque tinha muita batata. <laughs> Porque plantação de batata, né, e a gente comia batata, todo dia quase
<laughs> Batata como que, que se comia? Cozida?
Cozida, frita. Fez diversas comidas de batata, né? Tudo de batata Muita batata depois da guerra. E graças a Deus, né? Uhum
Tinha também assim, por exemplo, a carne, né?
Que na Alemanha tem muita. Olhe, a gente matava um porco por ano. E esse foi dividido em latinhas, né? que deu para cada semana um, um pouquinho de carne.
Um porco dava para o ano todo da fa
Nosso porco dava sempre por pelo ano inteiro. Verdade. Mas não foi, só mandamos um porco por ano.
Ele era muito gordo?
Era grande. Eles era, eram porcos enormes, né? E se dividia com esse porco se fez linguiça, com esse porco carne, fez, eh. Salame. Presunto, né? Todo tipo.
Fazia isso dentro de casa?
A gente convidava um açougueiro que fez, trabalhava diversos dias e transformava, assim, em geral comprava-se ainda uns quilos de, de carne de gado, né? Junto, para fazer linguiças. Diversos tipos de linguiça, diversos...
E aí isso fazia parte do almoço ou do jantar? Do, do
Do almoço, jantar em geral não. O que que se janta. No almoço era batata com pedaço de. Com carne, eh, e, e a gente tinha horta, muita verdura.
Ah, então tinha uma, uma comida, tinha leite também?
Leite a gente recebeu um litro da, de um fazendeiro, né? Eles deviam, podiam vender dois, três litros assim e o resto deviam en, entregar na cooperativa porque eh, era para para o povo
Todo, né? E, e a senhora lembra o que que a sua família ou a comunidade falava na guerra, assim?
minha família foi contra o Hitler o tempo todo. Por isso meu pai também devia logo entrar na guerra. Minha família foi. Todo mundo sabia que meu pai era contra o Hitler. E aí ele foi convocado? É Ele foi logo convocado, um dos primeiros.
Como uma forma de. De repressão, né? Aham, aham. E, e, e na, eh depois, quando a senhora começou a ir a escola, a escola, a senhora começou a escola com que idade?
Com seis anos, quarenta e seis.
Logo depois da guerra?
Logo depois da guerra.
E se sentia o impacto?

O que que a senhora lembra da escola?
Da escola? Tinha esses bancos compridos, sabe? <laughs> Cabia, né? Foi juntinho, porque a cidade foi destruída completamente. Então, muita gente morava na, na nossa aldeia. E, e E as escolas eram super cheio Todas as crianças de seis anos que moravam na aldeia foram para, para a escola, né?
E era tudo misturado? Todas as idades?
Não. Não. Eh Era por, por, de seis anos, de sete anos, de oito. Assim Cada série era separado. A, a
A sua área tinha influência dos americanos ou dos
Dos americanos.
com dinheiro ou não?
Não, com dinheiro não. Mas para nós crianças, a gente foi, foi para lá e pedia chocolate, pedia isso, pedia
Tinha um exército americano rodando? Rodando

Em cada rua, eu me lembro, estava um, um chip dos americanos, né?
O que que se falava em casa dos ame
Olhe, na minha casa se falou, graças a Deus que eles chegaram porque nos salvaram do Hitler. Agora tinha gente que foi em favor do Hitler e fora contra, né? Mas na minha casa disseram, graças a Deus que os americanos chegaram. Uhum
Então era bem-vindo, o fim da guerra foi bem-vindo. Eh
Para muita gente foi bem-vindo.
A senhora lembra o dia que o seu pai voltou?
Eu me lembro.
Como foi isso?
Foi. Ele chegou com a última turma que foi, foi livre.
Nossa, ele ficou muito tempo, né?
Muito tempo. E toda vez chegou no rádio, são de novo liberados, são de novo, né? E depois chegou. Eu me lembro, eu estava na aula e o professor chegou e disse, olha, seu pai, seu pai vai chegar. Chegou no rádio, né? Então, ele me mandou logo para casa. E o, as, as pessoas iam para a, para o lugar onde eles foram... Como é? Que foram. Concentrados assim. Que, eh, se concentraram e os parentes chegaram para, pa
A senhora foi com a sua mãe? Com
Não, eu, eu não fui, eu fiquei em casa. Esperava, né? Minha mãe foi, parentes foram, diversos. Naquela vez não tinha muito carro, não, né. Tinha poucos carros, mas os carros, na ideia que tinha, foram tudo para lá.
E a senhora não lembrava mais dele, né?
Não. Olha, eu tinha ele como estava no retrato, né? Mas ele já chegou velho, cinquenta anos, né? Ou quarenta e nove. Não, quando foi cinquenta. Quarenta e nove. Quarenta e oito ou quarenta e nove, né?
Mas muito sofrido?
Olhe, ele chegou como velho. É?

E ele contou a vida dele lá? Ele falava? Ele
Ele contava. Contava como foi. E, por exemplo, eles, quando os, os que foram liberados, né, quando eles chegaram, eles mais se juntavam e contavam entre si, né. E a gente ficava escutando, escutando, né. Eles não contavam muito, não. No início, não. Quando estava mais tempo, contava muito mais. Mas entre si, os pre, os prisioneiros que, que foram prisioneiros, mas eles contavam, sabe? E a gente ficava escutando.
A rotina na sua casa mudou muito depois que ele chegou?
Claro. Porque depois foi o pai que tomava conta, né?
Mas melhorou ou ficou mais
Vocês já deviam também estar acostumados com a. Olha, no início a gente estranhava. Nós crianças estranhamos, sabe, né Não, eu não arranquei, não. <laughs>
<laughs> Né? Ele era muito severo?
Não, muito severo não. Mas ele, ele tinha ainda o tempo de antes da guerra na cabeça. Mas suas crianças não podem sair, eles não podem fazer isso. Mas hoje em dia é diferente, sabe? <laughs> Minha mãe toda vez devia, intermediar, né? <laughs> Devia explicar como agora, não sei o quê. O tempo mudou completamente. Antes da guerra e depois, né. Foi uma mudança grande. Muito grande. Não
No comportamento, em que mais?
Em tudo, sabe? O, o O comportamento e
O pessoal em volta, eles tinham assim, eh, muito, a senhora sentia muito sofrimento, a senhora lembra na sua infância com alegria, era alegre o dia a dia ou era pesado? O que que a senhora lembra?
A gente era alegre. Como criança, a gente brincava, tudo, né? Mas a gente não disse muita coisa. Por exemplo, mãe, a gente quer isso. Olhe, gente, vocês sabem, o pai de vocês não está, não tem condições. A gente escutou muitas vezes e a gente se conformava.
E ele quando voltou, voltou a trabalhar?

Olhe, ele não trabalhou não. Ele Ele disse que não, não tem mais condições de assumir trabalho, né? Porque ele era antigamente também da polícia, e E chamaram ele se ele quer assumir um serviço como policial, né? Ele disse que não. Que não tem mais condições para isso. E ele trabalhou nas videiras, na plantação de uva, né?
Ele ficou mais em casa. É
Ficou trabalhando com isso e, e deu bem para viver. Não tinha muito luxo, depois da guerra não tinha luxo e ainda no tempo que meu pai chegou também não tinha luxo, né? Mas tinha o necessário.
E, e irmã, deixa eu perguntar aqui, a sua casa, sua mãe, existia assim, o pessoal lia muito, tinha livros, a senho
Olhe, nós mesmo em casa não tínhamos muito livro não. Também, porque muitos livros, o pessoal não tinha papel, não tinha isso, não tinha e, aquilo, e o que não foi necessário se queimava, fez fogo, não sei o quê, né? Mas a gente foi na biblioteca da aldeia e buscava livros. Buscamos muitos livros e lemos.
Algum um, algum livro, assim alguma coisa desse tipo de coisa influenciou a senhora? Que a senhora lembra dessa época?
Influenciou. Algum específico? E revistas tínhamos muito, sabe? Revistas assim, dos missionários, né? E a gente lia as histórias, e acho que isso me influenciou, né? As histórias das, das missões, das coisas e. Aí a senhora
Então, eu ia perguntar, como que a senhora, então, decidiu, âh, se ordenar? Como é que Como surgiu na sua cabeça?
Olhe, a gente tinha irmãs, na, na congregação. E eu estudava na quinta e sexta série com irmãs. E a gente, às vezes, assim, falava com eles, particular, como criança, né? Como é, como a vida no convento, como assim, né? E E disse, ó, eu queria ser uma irmã, né?
Já quando a senhora estava com o quê? Com
Eu estava com anos. A senhora ouviu aquela vida e, e deu. É, disse, mas isso eu queria, né?
Nessa época já? É

Que a senhora pede para se tornar uma irmã?
Não, e, e depois eu falei, com uma irmã. Irmã Olhe, eu queria ser também irmã, né? Então, ela di, ela, a gente tinha uma escola, as irmãs, né? Então, desde então, vai nessa escola, e, e depois pode decidir, né? Se quer ou não. Uhum. E eu fui, né? Fomos muitos, mas poucos em si não ficaram muitos como que entraram no convento, né? Mas eu acho que tive a vocação para isso.
E. A senhora chegou a ficar, assim, durante o processo, a senhora foi tendo mais certeza, tendo dúvidas?
Mais certeza, chegaram dúvidas, né? No fim, quero, não quero. Mas depois decidi, eu quero.
A sua família, o que que achou disso?
Primeiro achava que não. Você não pode se e dia depois, vinte anos, né? Não pode se de, decidir que não dá, é novo demais, não sei o quê, mas... Não, mas eu, eu quero. Isso foi
Aí, quando a senhora decidiu mesmo, a senhora tinha quantos anos?

E depois ela disseram, olhe, você deve saber, mas de, deve saber, se você não quer, pode chegar para casa, né? Eles deixaram sempre, minha mãe diz, olhe, você não precisa, se você decide que não quer, pode voltar para casa. Meu pai também, principalmente meu pai. Olhe, não precisa pensar que agora tu tem que entrar em, no convento, né? Você pode voltar.
Isso foi importante, né?

Isso foi importante. É
Mas eu. A senhora não, não, não pensou em voltar?
Não, não, decidi de entrar.
Os seus irmãos, eles foram, se tornaram o quê? Tinha dois irmãos.
Meu irmão, o, o mais velho, ele <breath> ficou em casa, assumiu as videiras, né? E depois ele trabalhou um tempo com os americanos. Muitos anos. Como motorista, né, e, e E fez, ao mesmo tempo, ele, ele assumiu Eles trabalharam eu acho que três dias por, por semana ou quatro dias como motorista, porque iam para longe da. Era dia e noite de fora e depois três dias, dia livre, ela trabalhava nas vide, videiras, né. O Outro irmão ficou, não sei como se chama, contador de. Ele, ele tinha uma máquina de, uma máquina, uma... É um, um escritório de. Contabilidade. De contabilidade, né? E E minha irmã ficou em casa, ajudou a minha mãe e ela casou cedo, né?
E aí a senhora foi morar no convento?
E entrei no convento.
E quanto tempo a senhora ficou no convento até, a senhora ficou trabalhan, quanto tempo a senhora ficou se formando no convento?
formando foi dois anos. Eh Primeiro a gente fica, vai sem ser irmã, né, só mesmo para ver. E depois é um ano, naquela vez era ainda um ano de experiência como irmã, né? Noviça, que chama. E E, e depois faz para dois anos, depois faz para cinco anos, voto, e depois faz para sempre. Depois de dois anos eu decidi de ir para o Brasil.
Depois de dois anos já a senhora decidiu ir para o Brasil?

Já era a ordem franciscana? É

Isso é uma escolha ou essa era a, a, o convento que tinha na sua. Não
Escolha. <laughs> Eles até nem queriam, sabe? Ah, é? É Eles, não, fiquem aqui, a gente precisa ir na Alemanha também, não sei o quê. E a gente depois diz, não. Eu resolvi mesmo, eles deixaram eu ir.
Mas por quê? O que Que, o que que levou a senhora a decidir pela Ordem Franciscana?
Primeiro porque eu conhecia as irmãs, Também porque eu gostava de São Francisco, né, e mas foi principalmente porque eu conhecia estes irmãs. A gente tinha na aldeia também outros, mas me atraía mais para os franciscanos.
E aí, da ordem franciscana, é que tinha essa coisa de fazer as missões fora do, do, do país?
Sim, tinha, tinha aqui no Brasil, no Nordeste. E a gente leu. Depois as irmãs chegaram de visita, né? E contaram como é. Aí eu quero.
A senhora decidiu É, quero. E aí, como é que foi a viagem? Como a senhora veio para cá? Veio de barco?
Eu vim de barco. Saímos <sighs> de, da Itália. Eu não sei mais. Milão? Não.

Não tem problema
Eu olhe, eu sei como saem os barcos da Itália. <laughs> Tranquilo. <laughs>
Saímos, levamos quinze Dias. Quinze dias no. Quinze dias. Com barco francês fomos. E <sighs> chegamos para cá.
Aportaram aonde?

Aportaram direto?
Recife. Foi direto Recife. Mas paramos nas ilhas, nas ilhas Canários. Uhum. Caiu, <laughs> né. E, e E depois fomos para Recife. E, e no Recife as irmãs já estavam me esperando. Eu não sabia nem certo para onde eu vou, né? Não, elas estão lá e esperam. E fui para Limoeiro. Limoeiro, no, no, no Agreste.
Foi trabalhar lá?
Fui. Primeiro eu... Fui ainda dois anos lá na escola. Fiz pedagógico, preparação para professora, né? Lá mesmo Porque da Alemanha não valeu, né?
A senhora teve que estudar de novo, então, aqui.
Dois anos, é. E era bom?
Era diferente da Alemanha, o que a senhora estudou?
Olhe, era uma escola dirigida por irmãs alemãs. E era muito boa, muito boa mesmo.
Já nessa época se discutia, por exemplo, o Paulo Freire? Nós estamos falando de mil novecentos e. Não. Sessenta e poucos, né. Sessenta e. Olhe, isso.
Foi sessenta e um, né. Sessenta e um, sessenta e dois É. Em sessenta e depois de dois anos, eu, eles disseram, mas tu, tu gostas coisas, é bom fazer serviço social. Então, eu mal sabia português. <laughs> Já ia perguntar <laughs> Devia fazer exame de adaptação, primeiro. Deram, quando eu cheguei, deram logo o meu nome, porque os outros deviam dois, três anos esperar até foram chamado. Então, eu terminei sessenta, e dois. Então, disseram, eh, disseram, olhe, você, a gente já dá seu nome para sessenta e três, sessenta e quatro tu vai ser chamado, né? Para estudar o. Para Para fazer o exame de adaptação. Exame para adaptação. Adaptação faz português para ser reconhecido o estudo da Alemanha. Né. Ah, entendi. Né. Português, história, geografia, diversas matérias.
Você tem que estudar muito, então. E
Sim, então vamos dizer, da, daqui uns dois, três anos você vai chama, vai ser chamado. Como foi, eles deram meu nome, Foi em sessenta e dois, né. Eu cheguei sessenta e um

e um, sessenta. E a senhora falava português, já, não?
Nada. <laughs> E depois... E pronto. E E depois, em sessenta e dois, início de

e dois eu fui chamada. <laughs> E aí? Como é que foi? Mas, disse, tu tem que fazer, senão pode ser que daqui uns dez anos lhe chama Ai, meu Deus. Mas depois, eh, a uma irmã, ela é muito inteligente, sabe Ela chegou dois anos antes de mim e ela tinha chamado neste ano que eu cheguei, né? Então eu disse, mas não é possível. Não, eu não vou fazer. Tu vai fazer bora, vamos estudar, vamos estudar. E a gente vai dizer o que entra, né? Em geral, tem que fazer uma composição, tem que corrigir um texto. Em português. Em português, né? E tem de não sei o quê. Pelo amor de Mas eu não vou fazer. Tu se escreve frases simples e. <laughs> E ela todo dia estudava comigo. Todos os dias? Todo dia

Português.
É, porque pode história
E a história era a história do Brasil? Eh
A história do Brasil e geografia do Brasil. Todo ano chega o <sighs> todo ano chega o mesmo. Tu vai receber isso também. Eh Era sobre Nordeste.
História do Nordeste.
História do Nordeste.

Estudei História do Nordeste. Estudei, estudei. Em geral, a gente olhava o que todo ano. A prova do ano anterior. Do ano anterior e pronto. E E me chamaram fim do, eh, eles deram o nome e me chamaram fim de sessenta e dois. E aí a senhora já
o português? <laughs> Não.
Mais ou menos. Até hoje não estou dominando. <laughs> E, mais ou menos, se eu dominava, eu, eu, eu formava frases, vamos dizer assim. Então, eh, eu cheguei e estava. Olhe, a senhora vai fazer de português. Diz, professor, eh, na Pernambucana, na escola Pernambucana.
Ginásio Pernambucano, eu conhe
Ginásio. Escola bonita, grande que tem lá, né? É. É, fica che, che, eh, cheio do, cheio junto do Capibaribe, né? É, é, é. É. Foi eu disse, olhe, senhora, para dizer a verdade, eu não, eu não sei muita coisa, não, né Eu só cheguei porque sei que depois não vou ser mais chamada. Não faz mal não, eu vou lhe ajudar, ele disse. Né. Quem que O professor. Ah, tá. O professor. O professor de gina, de, de português, né Mas o senhor me ajuda, tá? Não, eu ajudo. <laughs>
Ele era tão. arrumou uma cola na prova. <laughs>
Não, então, olhe. A A senhora escreva uma composição natal na Alemanha. Natal na Alemanha, em português. Em português, né? Pelo amor de Deus. Então, eu me sentava, pensava, <laughs> e depois escrevia o quê? Frases simples, não sei o quê, né? Dizia, olhe, nisso passou, porque são frases simples, mas... Tem lógica, tem coisa, né? E, e E a senhora quase escreveu sem erro, né? Na composição chegou. Depois foi correção de texto.
A senhora tinha que corrigir um. Corrigir o texto.
Sabe? <laughs> Isso e Isso era mais complicado, né? É. Então, eu disse, olhe, o senhor disse que vai me ajudar. <laughs> Eu espero agora sua ajuda. Então, ele de, ele devi, devia completar, por exemplo, preposições, coisa, né, completar. Então, eu disse, mas me ajude, e ajudo. Então, ele perguntou, ele, ele mesmo pegou o texto, né, e disse, é ou não é. É ou não é, ele sempre perguntou.
É ou não é. Ah, ele. Ele, né. Orientava assim um pouquinho.
Eu notava a acentuação que ele fez, né? <laughs> Eu sempre prestava... Ah, isso deve ser assim, não sei o quê, né
Então ele chamava a atenção para o erro, talvez. Né. Isso aqui está certo ou está errado. É
É, assim. Mas, será que isso pode ser, né? sabia não, né. E eu Conforme ele perguntava, eu conseguia... Assim, sabe? E isso foi bom, foi bom, né? Mas também, sem a ajuda dele, eu não teria conseguido, né? Uhum. Mas graças
a Deus. E depois a senhora ainda teve geografia, história?
Geografia e Isso foi Eles disseram, olhe, só chega sobre Nordeste. Chegou sobre Amazônia. Meu Deus. Disse, olhe, para dizer a verdade, eles me disseram que cai sobre o Nordeste <laughs> e, e agora cai sobre a Amazônia, mas, graças a Deus, deu para passar. Né. E aí a senhora. O tamanho do Amazonas, não sei o quê, todas estas coisas, né A Amazônia sempre já me interessou. Devia sim corrigir, eh, não corrigir não, completar texto, sabe? Completar, não sei o quê, mas foi muito comprido. Mas nisso passei.

Não, eu acho que vou passar. E E de geografia e de história. História era sobre, principalmente sobre os no, do Nordeste.
Maurício de Nassau. É. Os holandeses?
Nação, esses aqui, um bocado de coisa. E também isso tinha estudado.
A invasão dos holandeses, né? É
Também, e isso eu tinha estudado e disse, não, nesse eu vou passar. E era, na não precisava muito escrever, só completar

Um bocado de, era grande, mas devia completar e está, graças a Deus. Esse é o dia mais mo, medo do português.
<laughs> E aí a senhora conseguiu validar o, o diploma? Sim
da Alemanha, né. Foi reconhecido da Alemanha, completado com esse que
Que fiz. Mas eh, o diploma era de quê? Era de assistente social?
Não, era... era de... Da Alemanha era de ginásio, né? Ah, tá Era abitur. Tá. Né? Que pode entrar na Alemanha na faculdade, esse diploma. Eu já, eu já estava numa faculdade, mas quem tem na Alemanha o abitur pode entrar na faculdade, né? E E esse devia ser como, eh, como é? É o fim do segundo grau no Brasil, na verdade, o fim do ginásio, do ensino médio. É Em si, na Alemanha, era tudo muito mais... Era matemática pesada, era alemão difícil, né, era muito mais difícil como, do como é aqui. Eh Aqui era porque era em português, e era matéria e que nunca tinha estudado, né. Tinha estudado assim, mas superficial.
Mas, na verdade, a, o conteúdo na Alemanha era muito mais difícil. É
É, muito mais difícil, nem, nem na comparação. E aí
E a senhora chegou a fazer faculdade?
Então, resolveu fazer? Sim, eu depois Depois eu completei a pedagógico, né? Uhum.
Dois anos ou quatro anos a senhora fez?
Dois anos. Eu fiz primeiro ano, eu fiz prova sobre isso. Segundo ano. Não, três anos eu estudei. Primeiro ano eu fiz a prova para, para poder entrar logo no segundo ano. Segundo, terceiro ano fiz. E depois eu fiz, eh, como é? Como se chama?
Assistência
Assistência social, eu fiz a, a, a prova. Depois não, não tinha mais... Já sabia as coisas assim.
Não fez a, a faculdade só? Fiz. Eu.

Eu fiz a adaptação, né? E, e E podia, podia depois fazer o... Como se chama? Vestibular. <coughs> Fiz depois vestibular. Posso, posso perguntar um pouquinho mais? Pode, <laughs> mas

A senhora não deixar me esqueço das coisas. Tá.

Eu acho que a senhora está lembrando do essencial.
E depois no fim vai cada vez menos, menos, menos.

A senhora lembra mais de, de, da. Não, também não.
Simplesmente. Mas quando a senhora me conta, por exemplo, da Alemanha, a senhora lembra da imagem da Isso vem na cabeça. Me lembro, me lembro. Nessa época, então, a senhora se formou em, em, em Pernambuco. Hum?
A senhora se formou na faculdade em Pernam Em Recife.
Em Recife. Então, me conta como é que foi que a senhora saiu de Recife. A senhora foi trabalhar no Agreste.
Eu trabalhei, eu estudei e trabalhei dois anos em Limoeiro, no Agreste. Era muito. Depois fui para Recife para, para fazer serviço social. Em Recife

No Recife.
E que tipo de serviço a senhora fez em Recife? Que Que, que trabalho com a comunidade a senhora
Olhe, naquela vez, nós, irmãs, devíamos assumir uma um, uma esco, eh A gente tinha lá uma escola, né? E para sobreviver, a gente tinha uma turma para assumir, né Então, eu assumi a alfabetização. Durante todo o estudo, eu ensina, eu ensinava alfabetização.
Em português?
Em português.
Já nessa época, a senhora trabalhava com que Tinha algum método? Como é que foi que a senhora aprendeu a en, eh, eh, a ensinar a ler e escrever? Havia uma discussão entre as irmãs de como se... Não.
Tinha uma irmã que ensinou muitos anos alfabetização, né? E E ela me repassou o método, né? Agora, esse método naquela época estava adaptado a Paulo Freire, porque Paulo Freire em si, eh, não é para criança, né? É, para adulto. Para adulto. Mas nós adaptamos para crianças, né? Funcionava? Como? Muito bem. Partir de uma palavra, A palavra foi colocado nas sílabas, né, como assim. E, tá, por exemplo. Por exemplo, eh, a gente coloca casa, né? Como são nossas casas, sabe? E como é feito uma casa? Com as crianças, né? Vamos agora construir uma casa, né? A gente fez na areia, fez assim. É difícil agora me lembrar. <laughs> Por exemplo, casa, né? E E, e depois nas casas. E E a gente fez assim, eh, olhe, vamos agora olhar as casas onde a gente mora, né? A gente olhava como são as casas. São casas bonitas, são casas boas. Porque era num bairro no Espinheiro, né? Num bairro de gente que. Ah, é? Que espinheiro. Mas também tem um bairro para, de pobres lá. Quer dizer, tinha, a, antigamente, né? Então, todas as casas são assim, não, né? Tem também esses. Por que eles são assim? Porque eles são pobre, não sei o quê. E quer dizer, que a gente procurava colocar nas crianças também a. Consciência. A. A realidade, né, que vocês têm casas bonitas, mas tem criança que não mora numa casa dessa, né. Agora, uns pais gostaram muito, outros não gostaram.
Eles vieram reclamar do tipo disso?
Não, mas perguntaram, colocar isso na, na cabeça das crianças, já não sei o quê, né. A gente mostrou eles que já criança deve saber da realidade, né. Uhum E assim fo foram os nossos métodos. Mas como eles aprenderam a ler dentro de um ano, ninguém mais reclamava. <laughs> Quer dizer, o método funcionava, né? Funcionava, né Foi Foi método de Paulo Freire, mas adaptado às criança
Irmã, a gente está falando de sessenta e cinco, sessenta e seis
Sessenta e quatro, e cinco, sessenta e seis, sessenta e sete. Isso em Recife? No Recife
É. Nessa época teve, ah, o golpe militar no Brasil. É. A senhora chegou a viver algum re, reflexo disso
Olhe, a gente tinha pais, pais que, que foram
que foram isso, sabe? O próprio Paulo Freire, na época, ele não era o ministro da
No início era, mas depois, mais não, né. E <sighs> E foram pais que sofreram, irmãos de colegas, né?
Padres e freiras sofreram nessa época da sua congregação?
Da nossa congregação, não. Mas tinham que sofrer.
Amigos. Desapareceram, assim? Houve isso? A senhora lembra disso? Eu
Eu me lembro, mas não Eram assim amigos das irmãs, sabe? Porque eu tinha chegado de, de Pernambuco, eh, de, de. Alemanha. De Limoeiro do Agreste para cá, né? Pa para mim era tudo. Novo. Novo, né? A Agora, depois, na, na escola de, de serviço social, mas lá a gente passava, né? Imagino, é. Lá a gente passava.
Aí, para não cansar muito a senhora, em sessenta e sete veio o padre convidar para vir para cá? Quando é que foi?
Não. Sessenta e nove. Che, chegou Quando eles chegaram para Recife, né, e, e pediram, pediram irmãs, né, Então, nós tínhamos naquele tempo uma, uma assembleia, né. Então foi colocado na assembleia das irmãs se, se vão, se pode aceitar ou não. E então, como tinham uns, uns diversos irmãs que queriam, né? Embora, vamos começar, vamos alargar nosso horizonte e ir para outras regiões, né? E E depois foi decidido, em sessenta e nove, para chegar para o Amazonas.
E aí a senhora se candidatou.
Eu me candidatei. <laughs> E mais, foram mais cinco ou seis, né? Não, vão quatro.
Decidiram que era só quatro. Então foi a senhora. Não
Queriam mais, mas o, os outros estavam... Por exemplo, uma era a diretora da escola, que não podia. Né, tinha funções na congregação que foi difícil de, de deixar em cima da hora, né.
Então, quem veio para cá, a senhora?
Fui eu, foi irmã Julieta, foi irmã Germana. e a irmã Gertrudes. Gertrudes era alemã também.
Só a Gertrudes, só a irmã Gertrudes era alemã também? É E aí? A senhora chegou em Santarém? Como é que foi? A senhora veio para. Não.
A gente chegou, devíamos para chegar logo para Juruti, né? Ah
Ah, direto.
Para Juruti, direto. A Julieta e eu chegamos de barco, e as outras duas chegaram de avião com, avião militar. Eles sempre levavam gente para o norte, para o norde, para o nordeste para o norte, podia pedir. Que eles davam carona. E ele Eles, podíamos viajar com eles, com os militares.

O padre já tinha Construído a casa que está hoje lá. E ele disse, olhe, vocês vão morar nesta casa não, imagino que era uma casa. Não, a gente quer morar entre o povo. Né. A gente não quer morar Assim. Não, esta casa foi construída para vocês, vocês fiquem agora lá, né. Então Pelo menos os primeiros anos podem resolver. E, e tinha duas voluntárias lá, que enfermeiras. Lá embaixo era o consultório. E em cima moravam, foi para as irmãs, né. Olhe Mas a gente não imaginava assim. A gente quer morar numa casa simples, entre o povo, não sei quê. Olhe, vocês agora. Foi construído para vocês, então, pelo menos, O que a gente vai dizer a esses que ajudaram a construir se as irmãs agora não vão, né? Rejeitar, é. Então Perguntamos no Recife e eles disseram não, vocês vão primeiro na nesta casa. Então a gente foi. <laughs> Sem muita vontade, mas a gente depois se acostumou e a casa virou assim uma casa para todo mundo.
E aí, quais foram os primeiros trabalhos que vocês fizeram aqui? Olhe
O pa, o padre de distribuiu. Você fica na escola, eu, porque tinha pedagógico, né? E a irmã Gertrudes fica na Secretaria da Paróquia e dá trabalhos manuais. Eh Ela, ela era professora de... de trabalho manual formado e, e costura e cozinha e, e não sei o que. Ela deu trabalho manual para, para os meninos. E <sighs> E também... E ensinava, ensinava as mulheres cozinhar, né? A aproveitar as verduras, porque o pessoal não comia verdura, né?
Não comia verdura?
Não, não gostava de verdura.
O que que o pessoal comia?
Peixe, muito peixe e farinha. Peixe. Essa era a comida?
Tinha subnutrição aqui? As crianças eram desnutridas?
Muita criança, muita criança era desnutrida. E ela se dedicava a isso. Ela deu para, junto com as enfermeiras, deu para eh, para o, o, criança pequena, né, e melhorar assim a educação. Alimentação.
E na educação, que era a sua área, o que que a senhora foi fazer? Eh
Eu primeiro não fiz nada, só fi, fui observar, né? Uhum. Como eles dão aula, como é, quantos, quem... Porque era muita gente na alfabetização e primeira série. Pouca gente na segunda, menos na terceira, menor ainda na, <laughs> na. Na quinta. Na quinta só um grupinho, né? E Porque o pessoal disse quem se sabem ler e escrever chega, né? E tiraram, porque trabalharam quase todos na roça. E eu fui primeiro, primeiro meio ano só fui observar, fui nas, na sala de aula, como eles dão aula, assim, né? E depois a gente ensinou o método de, de alfabetizar, né? Como já tinha alfabetização no Recife, foi fácil, né?
Ensinou para as crianças direto ou para as professoras?
Para as professoras. Juntamos professores. Esses
Chegou? Depois a gente volta para contar um pouco do trabalho das casas. Eh O que que a senhora acha que mudou um pouco na, na organização social aqui do Brasil? De, depois que a senhora chegou. Porque a senhora estava me falando que mudou muito, né?
No Brasil, eu conheço mais a região daqui, né?
Aqui, exatamente. O que que a senhora acha que, que se transformou?
Olhe, quando nós chegamos, o pessoal. A gente viu que era descendente de índio, né.
Visualmente, profundamente.
A cara era. Cara, penteado, é tudo, né. E com a Com a televisão, mudou E acho que, né, irmã, foi principalmente a televisão que trouxe uma mudança rápida.
Mas o que tipo de mudança a televisão trouxe?
O modo de vestir. E acho que toda a vida familiar, né. E E depois também o, o pessoal se interessava mais pelo estudo.

Como? Não.
Quando. Quando chegou a televisão?
Sim, eu acho. Porque antes, eles deviam na, as crianças deviam ir na roça, deviam ajudar, não sei o quê. e e E depois, não. Depois, os pais querem, muitos querem que estudem.
Sim, né. Isso foi uma transformação?

E eu acho que foi uma transformação.
E na parte, um pouco na parte, o, o, eu acho que houve muita transformação política. A senhora chegou aqui, estava a ditadura, começando a ditadura militar.

Olhe, era Arena e Pêemedêbê Pêemedêbê não, Pê. Emedêbê. Emedêbê, é, né, e, e E pronto. Em outra coisa não se falava, como em toda parte, né? E aqui em Juro de Velho é interessante, sempre foi o Emedêbê que ganhou.
Assim? É Aqui. Mas o Emedêbê, que tipo de Emedêbê?
Não é muito do, <laughs> era, era mais uma Negócio assim. De poder, né? Não é de tanto de ajudar o Emedêbê a mudar a região o. Simplesmente o uma luta pelo poder. Uhum. Eu vejo assim, não sei. Ele Eles não, eles dizem que não, né.

A né, a primeira vitória dele foi aqui, em Juruti. E o povo tem orgulho, e ele disse também com muito orgulho.
Mas aí, depois disso, âh, começou uma organização maior dos trabalhadores, né? Sim, quando
Quando começou o Pêtê Olhe, na primeira eleição foram setenta e poucos votos <laughs> do Pêtê
Para o Pêtê? É. O Pêtê, é uma tradição do Pêtê no Brasil, a relação do Pêtê com a igreja, né? Houve uma relação também?
Aqui também.
E, e a senhora ou a igreja, sua congregação, teve uma atuação forte nisso?
Sim. Como é que foi? A gente ajudou. A gente ajudou no sentido de mostrar que é uma outra política, é possível, né. Que, que o povo tem direito, o povo tem po, poder, se, se eles se unem, né, e pode fazer um outro Brasil.
Mas isso falando com as pessoas na igreja, como é que acontecia isso no dia a dia?
Olhe, na primeira eleição do Pêtê, aqui eram sete votos. <laughs> Certinho, sete votos.
E aí foi, foi juntando mais as pessoas?
Foi, e se explicou, né Os po, os direitos que o povo tem, né e, e poder que pode ter, né. Né, então, o, o, agora o prefeito Henrique e acho que é a segunda vez, né. Só foi na segunda, segunda vez que, que PêTê
Ganhou. É, inclusive no governo aqui agora, né
Mas antes só era PêeMeDêBê. PêeMeDêBê e Arena, PêDêBê e.
Mas houve uma reação muito forte por parte do PêeMeDêBê ou, ou da Arena. Houve. Contra. Houve. Contra, não contra
Contra o Pê sempre colocaram que não prestam, não sei o quê e, ó, mas mesmo às vezes horrível. <laughs>
E as pessoas? O, as pessoas Como é que é, que foi o trabalho? havia uma tradição de mobilização política aqui? Antes, não? Como? Havia uma tradição de mobilização política aqui na região?

Mas antes, porque tem regiões do Brasil com muita tradição. Por exemplo, Recife tinha tradição de mobilização no campo. Hum. A
Aqui. Não. Como era aqui? Neste ponto, não. Mas era simplesmente o PêeMeDêBê, eles chegaram e, e colocaram que, que PêTê não presta, esse não presta, só o PêeMeDêBê presta. Aqui na região, né? Era mais um líder pessoal.

Ele era do PêeMeDêBê? É, e
E, e o pessoal votava nele. Muitas vezes nem votava tanto no PêeMeDêBê do que no, nele, né.
Uhum, uhum. E aí isso foi se transformando com o tempo? Sempre um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho até que. Agora, além dessa mobilização política, teve essa mu, mudança econômica grande aqui também, né? Que foi a chegada da
Da Alcoa, sim. Mas isso era nos últimos anos. Agora?
É. E o PêTê, a mobilização do PêTê é dos anos oitenta, né? Oitenta?
Desde, desde que o PêTê existe

Estou sempre um pouquinho mais, consegui um pouquinho mais, um pouquinho mais, né?
Até. Eh, foi um trabalho contínuo aqui?
Foi com um tra, trabalho contínuo. Seu também? A gente ajudou. <laughs> Porque a gente viu que assim não pode continuar, né?

A gente achava que, se realmente queremos um progresso, tem de mudar a política. Sim. E aí o. Porque sempre os mesmos no poder, sempre os mesmos, a mesma família.
Sim. Agora, para mudar isso, tem que mudar muito quem vota, né. Sim. Na, nas E aí é que houve uma, uma, mas aí houve uma reação das famílias à discussão que vocês estavam propondo ou não? Ou seja, as famílias se envolveram, rejeitaram, como é que foi?
Sempre foi mais no tempo da eleição, né. O pessoal ficava contra, sabe? Uhum. Mas depois passou a eleição, Foi normal. Na outra, eleição de novo, sabe? <laughs> E E, finalmente, eles acharam que agora está na hora, que tem de mudar uma vez, né?
Já é segunda, segundo mandato do, do
Segundo mandato. Segundo mandato. E
E isso trouxe mesmo mudanças para a cidade?
Eu acho que trouxe. O que você acha?
Era de manhã, no sentido da conversa, do diálogo, de ter essa aproximação, isso facilitou para o pessoal, entendeu? A gente vê que o, o, o, o em si ele tem essa, esse né, essa aproximação, né? Vê que não é aquela, aquela distância, aquele, não, agora eu estou aqui, vocês para lá, não. A gente vê que os grupos, né, a sociedade geral, né, tem essa participação, né, de, o diálogo, de se comunicar com o prefeito, né, de pedir ajuda, e ter aquela participação. Uhum, A gente vê esse sentido, né, irmã? Cresceu. É.
O povo ficou mais consciente, sabe?
Ficou mais consciente, porque o Pará é um, um estado muito complicado do Brasil, né? Hum. Um estado que tem ainda trabalho escravo, né, tem muita confusão aqui no Pará. Então é uma mudança grande no, no
Eu acho que o povo reconheceu mais seus direitos, que eles têm também direito. Antes, porque O povo não reconhecia que tinha direitos, né? Uhum, uhum.
Achava normal?
Normal, é. Política é isso. A gente vota e recebe recompensa uma coisa, né?
É. É, é uma mentalidade bem brasileira, né? É
E depois não. Depois, olhe, eu volto, mas não só ter direito a qualquer presente ou coisa, né? Eu tenho também meus direitos de, de exigir, né? Uhum, uhum. E acho que isso ficou muito mais consciente.
Agora vamos só voltar um pouquinho para completar. A senhora está me contando muito dos casulos, é. Aliás, eu fui lá. É muito bacana, muito bonito esse casulo aqui nós fomos lá, tiramos foto. Muito, muito bonito o espaço, né? Então, a senhora me falou mais da educação. Eu queria só se a senhora puder me contar um pouquinho do trabalho com as casas, né?
Com as casas. Olhe, como a gente já disse, começou com a Cáritas, né? A Cáritas pediu para melhorar-se a, a, a moradia, né. Então, nos primeiros dois anos, só foi conserto de casa. Se foi de palha, consertava, se foi de madeira, consertava. E então a gente viu que só consertar casa e continuar com casa de palha não traz futuro. Eternamente a mesma coisa, né? Né. <laughs> Fora aquela parte horrível que. <laughs> E então a gente falou. Com, com o pessoal, olhe, a A irmã trabalhou depois na enfermagem e pedira para eu assumir, né?

Eu conversei com o pessoal, né. Olhe, se vocês, se a gente continuar assim, a gente nunca sai de só consertar casa, consertar casa, né. Uhum. A gente tem que fazer de material melhor, né. Então tinha gente do Nordeste, aqui, e disse, olhe, nós, no Nordeste, fazemos adubos. Adubos.
No Nordeste. Pessoal do Nordeste.
Pessoal do Nordeste disse isso para a gente, né. Então, vocês fazem uns e mostrem para a gente como se faz, que material se usa. Pode ser que a gente pode fazer, né. Primeiro a gente quis fazer tijolo mesmo, mas ninguém sabia mesmo a massa, como, como a composição.
Aqui não tinha nada. Não tinha.

Eu. É. Via muito de madeira, assim. É.
Madeira e tudo palha.

Era tudo palha quando a senhora
A maior parte era palha e, ou madeira, né. E E então eles experimentaram.

Né, então.. Eles experimentaram fazer. Olhe fazem e, e experimentem. Fazem muro, uma coisa, para mostrar se. Se funciona, se não cai. <laughs> Se funciona ou não. E, e a gente fez. Fez Primeiro uma casinha, depois uns sanitários, né, de experiência. E o pessoal gostou.
E como é que é que funcionava? Quer dizer, o próprio pessoal construía? Era uma
A gente fez assim. Quem era da Cáritas, né, se juntava sempre seis, sete, um grupo, né. No início eram parece que trinta pessoas que, que se animaram, né. Olhe No, bem no início foi uma pessoa que que continuou, né. Verdade. Uma pessoa disse, olhe, me, mesmo se vocês não querem, porque caíram e, e ficaram fracos. E. Não, a gente não quer, vamos fazer de madeira, né. Mas ele ficou e fez, né. E E depois o pessoal se agradou. Da casa de. Da casa de tijolo E a gente juntou, âh, depois, quem quer, foram primeiro trinta casas, né? Aonde? Trinta Pessoas, trinta casas. Como? Aonde? Em que região? Toda a região por aqui. Ah, é? É.
Mas era assim, foi com uma comunidade ou?
Quem quisesse vir. Quem quisesse entrar, podia.
E o que que precisava para entrar, para a pessoa entrar?
Para entrar, precisava... A vontade de fazer uma casa, né? E por mês eh, foi assim. A gente depois, com a eLeBêA, fizemos a proposta, né? A gente já queria ajuda da eLeBêA numa casa de palha ou de barro. Eles disseram que não. Né. Então a gente disse que vamos fazer de adubo. Ah, então vamos ajudar, né? E eles deram uma pequena ajuda. Deu, parece que só a quarta parte da casa, né? E então a gente disse, olhe, vamos nos virar para receber de outras entidades. Uhum. E um quarto do custo é de vocês, das pessoas.
Né. Eles tinham que pagar então?
Um quarto. Tá. Pagaram, né? E, e dois quartos a gente recebeu. Um quarto conseguimos da Alemanha. Uhum. E um quarto a gente conseguiu com gente conhecida, que, que estavam interessados, né e, e ajudaram, né. Então, foi dividido em quatro partes, né. E não era muito pesado, assim. Então, no primeiro ano, Fizemos adubo, só adubo. Cada grupo fez adubos. Primeiro ano fora. No segundo ano foi construir só mesmo as quatro paredes e a, a divisão lá
Ficou um ano produzindo só o adubo, tijolo
Porque era para sete casas. Ninguém queria ficar atrás. Pronto, então vocês fazem primeiro para todos
E o barro, pegava o barro no rio?
Não. Tem, é, como se chama?
Lago.
É um barro especial, um barro branco. É especial, que seca e fica forte, forte.
Então tem que ir numa região especial pegar esse barro.

Só tem, tem perto do lago. Certo. E não em toda parte não, né, eh Eles procuraram onde tem...
Esse tipo de barro? É o, é o barro que
Dá o adubo. Que dá o adubo, né. É, é, é, é

O pessoal fez, por exemplo, eles fizeram, vamos dizer, gastava dois mil para dois mil tijolo, né? Então fizeram só no sábado até duas horas.
Esse era o trabalho? Todo

sábado até duas horas fizeram adubo. Depois a gente veio, olhou-se que em cada grupo fica um, um pedreiro. Certo. Né. Ele fez também sua casa e ensinou os outros fazer parede, né. E E com o, com o tempo quase todo mundo do grupo sabia sentar a parede, é a tijolo
Eram basicamente homens ou eram mulheres?
Homens. Homens. Raro foi mulher, né? Porque o trabalho era difícil. Uhum. Né? E Mas tinha umas mulheres que substituíram o homem. <laughs> Né E então no segundo ano levantamos as casas. Uhum. Né? E entraram novatos, sabe? Trinta. E acho que no segundo ano já foram setenta.
Foi crescendo?
Foi crescendo, crescendo Mas isso foi em Juruti, não é daqui, né? E E no fim foram cento e cinquenta Nossa. Né. E aí foi renovando, quer dizer, os que já tinham adubo, faziam, subiam a parede. Olhe, quem já tinha, cada grupo devia dar um pedreiro para o grupo novo, né? Foi muito a base de colaboração. Né. A senhora tem a conta de quantas casas foram feitas, mais ou menos? Olhe, a gente fez de e dois até oitenta e tanto, não sei, oitenta, oitenta e sete, mais ou menos, né. Depois pararam de fazer? Depois paramos porque cimento ficou caro e muita gente depois já tinha condições de De fazer mesmo a sua, assim, né? Uhum. Fizeram mesmo, se juntaram mesmo e ou fizeram só, né? Então, foi cinco anos, ficaram numa, numa construção, né? Primeiro ano era fazer adubo, segundo era levantar, terceiro eh, eh, só fazer, terceiro ano era Rebocar, né? Depois, no outro ano, era fazer umas divisão

Dentro da casa. Uma já fora, mas queriam mais, queriam cozinha. Depois chegaram que queriam também, que era só duas salas. Os pais e os filhos. Depois, olha, a gente quer para os meninos e as menina, meninos, né? Foi sofisticando. Foi

E assim, assim foi. Cinco anos e depois a casa estava pronta.
Quer dizer, demorava cinco anos para
Cinco anos. Quem queria ficar, né? Todo sábado.
E, e as pessoas desistiam muito também?
Poucos desistiram. Poucos. E depois chegaram, olhe, Juriti velho, nós queremos também casa, né? Fizeram mais simples. do, em Juruti fizeram mais sofis, sofisticado, né. Depois chegou o capitão. Depois chegaram diversas comunidades que queriam também.
Então foi contaminando. Foi, é
É. E outros fizeram só adubo, sem, sem querer, em grupo, né? Uhum, uhum. A casa
A casa de adubo é melhor do que a casa de madeira?
Olhe de adubo Adubo é igual a, a Tijolo. E eu acho que é até mais resistente. É Sabina? Sim? Né, da Dona Zezé ela sempre diz a casa dela é quase mais resistente do que, do que Tijolo. Mas é duro, para, para
Derrubar custa. <laughs> Então, irmã, a senhora fez um gran, um trabalho na área de educação, que foi muito investindo nos casulos, né? Na área de casa.
E junto das casas, e o pessoal, por exemplo, tinha gente que não podia pagar, eles fizeram roça para, para ter alimento para os casulos, né? Plantações.
Então, quer dizer, o casulo envolvia, eu vi lá o, o, a rocha, a, a horta dentro do casulo
Nós vimos, não foi? Mas não, não foi agora começado a horta mesmo, né? É ela está Ela está precisando ser. Mas vai funcionar de novo.
Todo casulo tem uma horta?
Todo casulo tem.
E são os pais que se responsabilizam pela horta?
Olhe, é a cozinheira e ela convida os pais para ajudarem.
E essa mentalidade dos pais participarem, ajudarem, é difícil de se, de a
Em Juruti foi fácil.
Foi fácil?
Em Juruti foi fácil. Em Juruti Velho foi difícil. <laughs> Ah, é. Em capital. Assim tão pertinho. Em Capital, que é mais perto, logo vizinha, foi muito fácil. Eles ajudaram de maior alegria.
O que, o que que a senhora acha que é diferente na comunidade? Que uma tem mais ca, possibilidade de entender isso e outra menos?
Eu não sei. É que houve muita gente que foi contra, né?

Mas olhe, isso é exploração, isso é isso. Principalmente do políticos, botaram na cabeça, olhe, quem se aproveita são eles. Somos nós, né? Eles que querem se aproveitar. Com certeza recebem muito dinheiro por trás e não sei o quê, né?
E aí a população ficava mais desconfiada
Fica mais. Até que notaram que, que não é, né? Uhum E depois entraram também.
E quando que a senhora veio para Juruti Velho?
Olhe, eu já chegava nos anos setenta. Aqui? Chegava uma vez por mês, duas vezes por mês, né? Para Para orientar as casas, orientar a horta, assim, né? Ficar mesmo. Noventa e um. Faz bastante tempo, faz quase vinte, vinte anos praticamente. É, noventa e E um para ficar.
E por que que a senhora saiu de Juruti para Juruti Velho?
Olhe, em Juruti o artesanato a gente viu que tem gente que podia assumir, né? O casulo, A gente fundou, em noventa e dois, uma associação, né? E E a associação assumiu os casulos. Uhum. Assumiu só em Juruti, agora assumiu todos. Eu só fico lá, assim, para olhar, para orientar, para assim, quando me chamam, né?
E agora. É uma associação da própria sociedade que fez essa? essa São as próprias pessoas que fizeram essa associação?
Sim, olhe, eu disse, eu vou sair de Juruti, Juruti mesmo pode agora assumir. Se vocês querem que continua, vocês mesmo vão assumir. Demorou, demorou. Ah, porque a gente não sabe. Vocês sabem. Eu sei que vocês sabem assumir, ein, né? Então, como vai ser? Olhe, no início faz uma vez por mês reunião, uns meses, e depois vocês assumem. E depois da quarta reunião eu não fui mais. <laughs> E não caiu? Não, até levantou.
largar assim. Não
Olhe, eu larguei mesmo, sabe? Disse, agora eu vou para Juruti Velho, lá tem outros trabalhos, né, outras coisas, eu não posso mais ficar aqui. E vocês assumem não só Juruti, vocês assumem todas as comunidades. E assumiram. Tem mil trezentas e tantas crianças ao todo.
E o dinheiro hoje que vai paro casulo vem da onde?
Chegou da

Bêa. Ah, eLeBêA. É. E ainda hoje é assim, o?
Não, a eLeBêA depois quando o, eu não sei que ano foi e acho que no ano e tanto a eLeBêA Começou, tinha ainda, mas quase não funcionava mais. Era, aí já tinha virado Não deram mais dinheiro, era pouco dinheiro, assim, sabe? E a gente devia muito brigar para receber. <laughs> Sim. Por exemplo, escrevi uma vez uma carta. O que vocês dão para uma criança num mês dá para comprar cinco bombons. E vocês querem que a gente só compra bombons? Se não, a gente vai publicar uma vez isso. E, e assim, depois sempre <laughs> Aí teve resultado? Teve resultado.
Aí a eLeBêA acabou, né?
A eLeBêA acabou. E o, o Estado assumiu Diz que não, vamos agora assumir, não sei o quê. E eu não sei, deram dezesseis mil para mil por mês.
Mil para cada casulo? dezesseis mil por mês para cada casulo?
Não, não, não, era. Era trinta e tantas turmas. Entendi. Né, e era Não deu mil, não. E com três, quatro E hoje em dia, o, a eLeBêA não dá mais nada. Não existe mais, mas o Estado
Não dá mais nada. E como vive o casulo hoje em dia? A, a, a
A prefeitura assumiu. A prefeitura. Uhum. A gente prometeu ao prefeito, se ele assumir os casulos, nós vamos ajudar ele de
<laughs> A senhora entrou na política de verdade. <laughs> Não, mas

E pronto, ele está, não, ele está sempre tinha os filhos dele no casulo e gostava, sabe? Disse, eu vou ajudar, mesmo se vocês não me ajudam. Se eu ganhar, eu vou ajudar, né. E aí a prefeitura então. A prefeitura, eh, ela dá, parece que setenta mil por ano, é por mês. Ou por ano, nem sei mais, por mês. Não, setenta mil acho que é por ano.
E aí a senhora largou o casulo com as associações? As casas também a senhora largou com associação? As
Casas a gente largou por necessidade, porque não con, não conseguimos mais. Assim, sustentar.
Ô, outra coisa, eh. Por falta de dinheiro, de recursos, de tempo?
Faltou recursos. Nós não recebemos mais recursos para construção de casas, né? Uhum. Então, uns dois anos, o povo pagou, financiou mesmo. O cimento depois subiu, né? Tudo subiu.
E aí ficou complicado.
E a gente disse, sabe o quê? Vocês agora se virem mesmo e façam suas casas. Se vocês precisem um pedreiro, uma coisa, se podem ajudar, quer dizer, ele pode mostrar a vocês como se faz, como, né, como levanta uma casa, assim.

E o resto é por conta de vocês.
E isso teve algum resultado? Quando fica por conta assim, o povo acaba se virando? Como é que aconteceu?
Olhe, nos primeiros anos se viraram ainda, né? A gente deu o carro, por exemplo, para buscar areia, né? Para buscar pedra. A gente ajudava nesse sentido ainda. E depois, agora, está na hora vocês se virarem mesmo.
É.
Porque vocês sabem agora, tem muito pedreiro, vocês sabem como tá, antigamente não tinha pedreiros, né? Agora vocês se virem mesmo. E se viram.
E aí a senhora veio para cá?
Sim.
E aqui a senhora veio para cá por quê? Vou voltar a minha pergunta. Porque
O povo pediu e pediu. <laughs> E a gente queria sair de Juruti, né? É?
Quem queria, a senhora ou a...
Eu e a irmã, irmã. ávila. Ávila queria ir para a África com a irmã dela, né. A, a A Julieta ficou doente. Ela pegou o lúpus. Sim. Devia sair. E irmã Germana também queria Vou também para a África, né. Foi para a África também.

Então a senhora. Sobrou. <laughs> Mas e a irmã Joanita, que a irmã
A Joanita não era, não era. Não estava aqui ainda?

<laughs> Ah, então sobrou a senhora.
A senhora. Sobrou eu. Eu quero ficar aqui. Sim. Então o pessoal quis, foi, pediu a nossa superiora no Recife, quando eu chegava. Para trazer a senhora para cá. Para, para Para eu chegar para cá, né?

E aí a senhora queria? É, eu
Eu queria porque as comunidades aqui nunca recebiam assim assistência mesmo, né?
Mais, mais, mais, mais distante, né? É
A gente chegava, mas em Juruti Velho, em Juruti foi continuamente, né?
Uhum, uhum. E aí aqui a senhora voltou a fazer o mesmo trabalho da, do casulo, das casas,
Não, os casulos, a gente já tinha noventa e dois, noventa e um eu saí, né? Então eu disse, olha, eu vou agora sair, ou, ou vocês assumem ou acabam, né.
Não dá uma dor no coração falar assim?
Dá, mas eu acho que estava na hora. Se o povo vira de criança a adulto, tem que fazer duro, né?

Tem que fazer duro. Eu, eu tinha pena, sabe? <laughs> Mas eu acho, eu acho foi necessário. Porque eles não podem eternamente ser sujeito a mim ou a outra, né. Eles têm que assumir mesmo. E o Jorge, o, o Jada, Maria Lúcia, eles assumiram muito bem. Eles chegaram muitas vezes indo para cá no primeiro ano.
Perguntando coisas?
Perguntando, eu. Quando convidaram eu, eu fui, né, orientei. Agora, eu nunca me meti. Se não pediram, eu deixei eles agirem mesmo.
E aqui, então, qual foi o foco do seu trabalho em Juruti Velho? A senhora achou
Olhe, na região, eles pediram para olhar para os casulos, né? Uhum. Tem seis, seis lugares, aqui tem seis turmas, mas os outros, tem uma, tem um, né? Então, olhei isso e depois me meti mais na agricultura, né?
Sim, na agricultura. Na agricultura.

Vamos, vamos ver se a gente planta, né, fazemos roças comunitárias, né. E E fiz mais. Isso foi difícil? Me esqueci. <laughs> Tá.
Está chegando um ponto que. <laughs> A senhora eh, lembra ou tem vontade de falar um pouco o que que representou a chegada da mineradora aqui ou não? A senhora foi contra, a favor?
Estou contra.
Eu ouvi falar que a senhora é contra, mas só isso? Não ouvi falar mais nada.
Não, olhe, foi assim. Eles chegaram e no início chegaram muito, mas eles todo semana estavam duas vezes aqui, né?

Falando com a senhora? Conosco, falaram, não sei o quê. E a gente realmente apoiava, né? Porque não sabia Como era Não apoiava, mas não foi contra. Orientava eles, eles perguntaram em que a gente pode ajudar. E eles disseram, a gente vai, mas a gente não queria ajuda não, né, para não ficar dependente, né. E <sighs> Agora chego E, e pronto, chegaram. Olhe, fale com os trabalhadores por causa disso, assim, para sempre pedir a opinião e coisa. E a gente a, no início. Fez a ponte. Fez a ponte, né, para o povo e, e assim. Agora, depois, vamos ver onde já tem mineração. E como é a mineração, né? Fomos para diversos lugares, o, o outro, olhe, vão lá para Oriximiná
Lá tem mineração.
Lá tem mineração, né? A, a Até a Alcoa, tem uma parte é da Alcoa lá. Né, o Olhe, vão para lá e conversam com o povo como é, né? Vão para... Barba, Barbacena, não. Perto de Belém, grande. Vão para lá. Barcarena. Hum? Barca Barcarena, é. Vão para lá, conversem com o povo. Sempre conversem com o povo para a gente ter uma noção como é. Como é, se a gente pode apoiar ou não. Vai ajudar o povo ou não.

Em todo mundo recebemos negativo. Os trabalhadores ganham uma coisa, mas, como, como todo, não ajuda, né. Não Muitos nos, nos aconselharam, olhe, não vai trazer Benefício como um todo Né. Para a comunidade. Para a comunidade, né? No início, eles mostram, e depois, o que não nos agradou, eles distribuíram presentes, sabe? Fizeram reunião, deram faca, deram isso, deram aquilo.
Igual os portugueses.
E a gente diz, mas igual fizeram com os índio
<laughs> Fizeram efe, efetivamente isso?

Fizeram isso mesmo? Eles fizeram?
Isso? Fizeram. Foi, fizeram bingo, fizeram coisa, né? E depois a gente diz, olhe, a gente sente que vocês fazem como fizeram os portugueses com os índios, né?
E o que eles responderam? <laughs>

Não fizeram mais. Não foi só para o pessoal ir na reunião, para agradar, não sei o quê. Se precisa isso, não pode ser coisa muito boa, né. Uhum, uhum. Porque se, se eles dão muitas Se fosse mesmo, o povo Eles são bons, eles ajudam, eles isso e aquilo, né, tá certo. Mas com presentes, comprar o povo, a gente achou meio.
Mas aí, irmã, de qualquer forma a Alcoa chegou, né? E entrou De qualquer maneira, a Alcoa chegou.
A Alcoa chegou. Não podia fazer nada. E a gente foi, a gente disse para eles, mas vocês foram no início, conversaram, e agora vocês são contra, porque agora a gente sabe o resultado que vai ser, né?
E a senhora avalia que foi mesmo esse resultado ou foi um pouco melhor?
Eu acho. Não sei. Eu não. Eu acho que, sabe, sentar-se aqui, quarenta mil hectares vai, vão, por enquanto, já cair para a Alcoa. quarenta mil hectares de terra para fazer a. De terra para, para, âh, como é Eh, Para explorar a bauxita, né?
E eu acho muito. Uhum.
Já está, já está sendo feito com essa. Não, eu acho que são dez a, oito, dez hectares agora explorados, né?
Há algum tipo de benefício ou, ou, ou custo grande, já até agora, para a comunidade?
Olhe. Que a senhora. A gente lutou, lutou. Eh Juruti velho, né?

foi a, acusamos todos os danos que já fizeram, né, todos os prejuízos que estão dando. Agora tem que dar para Juruti Velho, para por mês, não sei quanto, mas uma boa soma. Não, é zero da exploração vai para. Zero vírgula cinco Por cento Isso que conseguimos.
Até agora só isso?

Até agora só isso. Só isso. Agora é um bocado, sabe?
Isso talvez seja melhor aplicado assim, na. E, e
E agora a gente fez o planejamento como vai ser aplicado esse dinheiro para as vinte e três comunidades sejam beneficiadas, né. Pelo menos é primeira vez que uma mineração tem de pagar para o po, para o povo. É verdade Primeira vez no mundo. <laughs> Agora eh, como é de, gaso, de gasolina, Petróleo. petrobras, não. A, a

Petrobras. Petrobras. É Eles dão, ajudem, né? Por exemplo, eles deram para criação de abelha, para isso, mas por conta própria, né? Não por exigência. E E eles dão o que eles querem dar, né? Mas a Petrobras, a, a, tem de dar. É obrigação. E tem agora pagar todos os prejuízos que já fizeram, e é muito.
E vão pagar? Vão
Tem que pagar, é, é tudo na justiça. A Quem controla tudo isso é a. <sighs> Doutor, doutor. Doutor Não, doutor Moraes. Raimundo Moraes, o que ele é? É, a procurador não, advogado. É do governo, é advogado. Ministério Público. Ministério Público, vai tudo pelo Ministério Público. O Ministério Público recebe, repassa, vai ver como está aplicado.
É uma evolução também, uma mudança, né? É

E grande. Mas todo mundo, mas quando que vocês Nós conseguimos. A gente é contra, contra, contra, até que pagam. E agora tem outros já que exigem também. Por exemplo, Oriximiná, né? Já estão Já exploram... Mais de dez anos explorando o mesmo, né? E agora também come, vão começar a exigir. E, e E outros onde vão começar também já entram com <laughs> Ou seja, um modelo para, um modelo de, de atuação, né? Sim, que, que dá para fazer. Vocês só devem ser firme
Irmã, eu vou deixar porque a senhora está cansada e eu tenho que ir embora. Eu queria fazer uma última pergunta, é para o futuro. O seu maior, a senhora ainda tem assim um grande projeto, um grande sonho para cá? Não.
Não tenho, não. Olhe, eu nunca tinha grande sonho, grande projetos. É conforme. Em Juruti, não. Juruti, planejamos. Isso, aquilo, não sei o quê, né. Aqui, não. A gente vê, a gente está aqui e o que o tempo exige, o que a população quer, a, apoiamos.
E essa é a sua missão.
Esse, esse agora aqui em Juruti Velho era isso. Sempre o povo diz o que é necessário. E a gente acha, claro, que, que surgem outras coisas, mas eu acho é mais adaptado e para deixar o povo decidir, né. Agora acoi, companhamos com o povo esse planejamento.
A senhora ainda vai voltar? Vai para a Alemanha? Vai
Eu vou para o ano. Para o ano de cinquenta anos de vida religiosa e vamos nós todos, vamos nos encontrar lá. Né. A irmã Gertrudes vai. A irmã Joanita vai, é dessa turma, né. É Então eu vou ainda.

Muito obrigada pela entrevista. <laughs>
Desculpe-me, mas eu não estava bem. <laughs> Muito bom.

Esperto não.